Eu queria que o senhor começasse falando o seu nome completo, aonde nasceu e quando.

Queria que falasse um pouco dos seus pais. Qual o nome deles, o que eles faziam? Meu pai

Agora eu só puxei esse nome por causa da minha mãe, que não era um casado civil naquele tempo, né? Puxei só Silva do sobrenome dela, da minha mãe.

Hum? Qual a atividade deles? O do meu pai? Dos dois. Sua mãe
Minha mãe não me lembro. Nada, nada, nada. Eu fiquei com nove meses. Quando ela morreu, eu fiquei com com onze meses, quer dizer, de vida. Eu não me lembro nem por retrato dela. Não conheci. Agora, o meu pai, ele era carpinteiro. O meu pai era carpinteiro
E os avós? O senhor conheceu?
Não, não conheci. Avôs Só por retrato, malamar, assim. Mas não conheci os avós, não.

Quando eu me entendi. Porque a gente só se entende malamar de dois anos para diante, uhum. Quando eu me entendi, Aliás, quando a minha mãe morreu, eu fiquei com onze meses, o papai já tinha outra mulher. Já tinha outra mulher. E a gente morava ali em cima. num terreno ali para cima, uma casa de palha, toda escangalhada. Quando vinha a chuva, a gente saía do lugar e se escondia no canto da casa. Se escondia no canto da casa até parar a chuva para gente poder se mexer. Mas era casa para lá de pobre. Mas assim mesmo eu me sinto tão feliz, porque com essa idade que estou, Ainda não foi na mão de médico. Isso é uma benção de Deus. Isso é uma benção de Deus que a gente recebe. Por causa da crença. Porque a gente tem que ler certas coisas, mas acreditar. Porque tem muitos que lê a parte da da escritura sagrada, mas não acreditam. Pensam que é brincadeira.

A gente tem que ter muita fé. E acreditar no que está escrito.

O senhor tinha irmãos?
Tenho. Aqui mesmo eu tenho doze irmãos vivos. Eu tenho uma irmã, mas só por parte de pai, né? Por parte de pai. Eu tenho uma irmã que mora em Belém.
O senhor era o filho eh único da sua mãe? Eu
Não, nós éramos quatro. Do primeiro matrimônio, né? Uhum

Três mulheres e eu de homem. Mas as três mulheres já morreram. Só fiquei eu, do primeiro matrimônio. Agora, do segundo matrimônio por pai de pai, eu tenho esses irmãos que tem dois aqui.

E o senhor... Quer falar com ele? Não. E o senhor, como é que eram as brincadeiras dos seus irmãos quando você era pequeno?
A brincadeira é assim, cara. Jogar peão, correr um atrás do outro e... Não tinha, assim, uma escola infantil como tem agora, né? Escola infantil que agora é uma uma beleza. A pessoa, tendo vontade de aprender certas coisas, aprende mesmo. Porque tem para tudo. Naquele tempo era muito difícil. Era muito difícil, não tinha... Eu não tive orientação de pai nem mãe. Eu fui criado pela natureza. Graças a Deus eu me sinto feliz. Eu aprendi tanta profissão mandada por Deus, que não tive escola nenhuma estudando. Não tive escola nenhuma.

Era muito atrasado aqui, era só mato. Olha, aqui nessa rua era só um caminho, quando eu me, me entendi. Aqui na paróquia era só mato aí, nesse quarteirão era mato aí... Todas essas obras passaram pela minha mão, uhum. Essas casas enormes aí. Eu sou construtor de obras. Aprendi, em primeiro lugar, trabalhando em construção naval, fazendo casco para embarcação, canoas.
Mas posso, queria entender um pouquinho antes, O seu pai, eh, ele trabalhava como carpinteiro, mas ele te ensinava já?

O meu pai era, ele era muito estragado em bebida. Ele morreu novo, novo. Com cinquenta e dois anos ele morreu. Ele era muito estragado com bebida e naquele tempo não tinha assistência médica de nada. Ele adoeceu e com cinquenta e dois anos, morreu.
E o senhor tinha quantos anos? Hum? O senhor tinha quantos
Eu tinha nove anos.
E aí o senhor ficou com quem?

numa administração de uma pessoa cega, que era minha avó, era cega, ela Eu fiquei encostado com ela, mas uma pessoa cega não tem uma certa atividade para educar outro. Como ela era cega, mas eu tinha muita consideração com ela, por ser minha avó, e eu fiquei com ela até uma certa idade, Depois, eu comecei a trabalhar por minha conta.

Com nove anos, dez anos já trabalhava para me sustentar. Porque não tinha quem me desse, não tinha pai, nem mãe, nem nada. Eu mesmo trabalhava para me sustentar.
E o que o senhor fazia?

Daí, eu fazia desde cepo de tamanco, Naquele tempo era usado, não sei se tu chegou a ver, tamanco. Era tipo um chinelo, mas o cepo embaixo era de madeira. Tudo isso eu fazia. Eu tinha um, um tio que morava aqui, ele era sapateiro. cansava de, fazia dúzias de tamanco para ele, ele fazia a cobertura e vendia, né? Uhum. Tudo isso ia me mantendo. Eu, lá na beira, eu ia pescar, puxar pe peixinho para mim comer. Não tinha ninguém. Com vinte e quatro anos, eu resolvia casar. Para ter uma companhia, para me tratar. Que eu era só. Porque eu tenho essa mulher até hoje, nós já temos cinquenta e do

Heim? Com quem você que o senhor aprendeu a fazer? <laughs> Eu já disse, teve gente aí que que se admirava de mim. Teve trabalhando aqui comigo, aí na paróquia, um padre por nome Paulo, muito dado, ele é engenheiro. Toda obra que ele mandava eu fazer era tudo escrito. tudo escrito e eu fazia direitinho como ele pensava. Ele uma vez me perguntou isso, me perguntou com quem tinha aprendido tanta coisa, tudo que ele mandava eu fazer, eu sabia fazer. Eu disse, olha, eu aprendi com a natureza, eu aprendi com o Espírito Santo porque eu não tinha ninguém para me instruir, até para a parte da educação, Eu só estudei a segunda série e olhe, olhe. Mal, mal sei escrever meu nome <laughs> Mas, inteligência, graças a Deus, que tem demais aqui <laughs> Graças a Deus. Pensamento, Deus me deu com fartura. Por quê? Pela minha crença nele, né? Eu tenho muita crença em Jesus.

Tinha vezes que ele me dava certos trabalhos complicados. Olha que eu fazia obras sem eu fazer. Ele me dava tudo escrito. Cada enorme obra aí. Tarde da noite eu acordava e pensava. Mas eu, em primeiro lugar, pedia ajuda de Jesus. Porque todas as coisas Que a gente quer fazer um plano, só é decidido pelos lábios de Jesus. Todo plano. A gente tem que fazer um plano, mas pensar em primeiro lugar nele. Porque se não, se não pensar nele, nunca dá certo. Do que a gente pensa.
Vou perguntar uma coisa. Onde que o senhor conseguiu os primeiros instrumentos para começar a fazer as solas dos tamancos? Onde que o senhor conseguiu o instrumento para cortar?
Sabe como que eu fazia? Do tamanco naquele tempo? Com o terçado. Conhece o que é o terçado? Eu fazia com o terçado. Hoje em dia eu faço é tudo quanto é... Até coronha de revólver, de espingarda, de riflé, tudo eu faço aqui. Eu tenho uma caixa aí que não tem mais lugar para meter ferramenta. E fora o que já é. Já dispensei, que eu estou aposentado, já estou com onze anos, quase aposentado. Eu tenho uma filha em Santarém, que é advogada. Ela já me disse para mim parar de trabalhar. Já trabalhei tanto, ela disse, papai, pare de trabalhar, o senhor já trabalhou demais. Já chega do senhor trabalhar.

Eu tenho foto dela aqui.

Ele disse, olha, tu ainda falta aprender muita coisa, porque o próprio Cristo disse, trabalha que eu te ajudarei, faz da tua parte, que eu estou vendo para te ajudar. Ele não disse, vai dormir, que eu te dou tudo E não disse isso porque ele não gosta de ninguém preguiçoso, <laughs> eu disse para ela. Ela disse, ô, papai senhor, fala sério. Pô, a gente tem que pensar o que a gente vai dizer. Agora, por eu estar aposentado, eu vou levar só dormindo? Não... Eu tenho que... Eu disse para ela, eu só vou parar de trabalhar quando eu não puder sair da minha rede, da minha cama, está certo. Mas enquanto puder sair,

Seis homens e três mulheres. Neto, não sei nem quanto <laughs> Isso é muito.

Dessa fase aí, eu fiz barquinho. Eu tenho um barquinho aqui. Logo aqui, <laughs> na entrada. A gente entra aqui e olha, está aí, na parede. Logo, estava com quinze anos.
Mas era para quê? Era para vender?
Não, é uma relíquia. Depois eu vou lhe levar aqui no meu quarto, aí dentro. Tudo o que está feito lá, foi feito por mim. Teve gente que já veio querer comprar certas coisas e não vende. Isso é uma relíquia, uma lembrança que a gente deixa. para a família da gente, né? Eu tenho aí um barquinho prontinho, desse tamanho. Está escrito, está escrito nele.

Uhum, está escrito. Eu tenho, não sei nem quantos anos.
Mas como que o senhor ganhava dinheiro? heim? Fora fora o tamanco, o que mais que dava dinheiro para o senhor?
Ah, eu procurava carregar até carga para comerciante.

Eu chegava aqui no porto e deixava mercadoria para os comerciantes daqui, uhum. Cansei de carregar saca de sal. Saca de sal. Naquele tempo vinha em saca vinte quilos de sal. Cansei de carregar para ganhar quinhentos réis, quinhentos réis naquele tempo era dinheiro. Muito dinheiro.

E morando com sua avó, ainda?
Não, já estava fora. Minha avó morreu. Demorou muito, ela morreu. Eu fiquei sem ninguém, praticamente. Só Deus que me, me tratava.

Lá era o nosso terreno velho, lá. Lá era a nossa casa.

Mas quem quem morava com o senhor?
Era tio. Eu tinha um tio.

Era... Nesse tempo ele era até delegado aqui. Servia de delegado. Escrevam de polícia, tudo. Ele serviu aí. Mas ele não tinha família. Ele era só. Não tinha filho, não tinha mulher, não tinha ninguém. Eu morava com ele.

Foi uma uma vida mesmo que todo dia eu agradeço a Deus por ter me cuidado, me cuidado, até hoje, graças a Deus. Me sinto feliz, me sinto... Porque pela minha idade já é mais que justo eu sentir algum fracasso de... de vista, fracasso de saúde, fracasso de paciência, porque a vista e a paciência é o essencial para o corpo humano. A gente, sem vista boa e paciência, a gente não faz nada que preste. Eu tenho comprovante aí de de obras. Quando eu era novo, mais novo, fazia qualquer coisa aí sem problema nenhum. Agora eu faço, mas já tenho uma dificuldade por causa disso, a paciência e a vista. Vai acumulando na gente devido à idade. A idade da gente vai tomando conta da gente lentamente que a gente nem Só prestando atenção, meditando que a gente sabe o que é o fracasso do corpo humano. Eu nunca fui estragado, graças a Deus, com tudo, sem mãe, sem pai. Eu nunca me meti em festa e jogar dinheiro fora. O que eu ganhava sempre eu deixava um bocadinho, guardava um bocadinho Hoje em dia eu tenho dito, não por orgulho, Tenho dito por capricho de gente. Tem que morrer gente. Tem que nascer gente e morrer gente. Tudo que eu ganhava, eu sempre guardava um pouquinho. Para gente ter onde agarrar, no caso do enrasque. Olha, eu tenho um... Até gado eu tenho por aí. De sociedade. Já me lograram coisa, mas isso... Só não perde quem não tem. Isso é a verdade. Quem não tem, não perde nada, mas quem tem, sempre perde. Sempre perde.

Olha, quando meu pai morreu, eu fiquei com nove anos. Nesse, de nove anos para cá, Eu já tinha ideia para fazer casa.

Com esta aqui é a quarta, né?

Agora, aqui eu fiz um, assim, um juramento e pedido a Deus que daqui, só Ele vai me tirar. Só Deus que vai me tirar desta casa aqui.
Perguntar, entender um pouco. Onde que, depois de quinze anos, o senhor foi morar com seu tio? E depois, parte daí?
Aí eu fui morar <laughs> comigo mesmo, só eu.

casa, na casa já construída pelo meu pai, mas estava mais caindo do que boa, né? E o tempo que ele morreu, eu fiquei morando assim. Depois eu fiz minha casa mesmo. Eu tenho até fotografia aí.
Quantos anos o senhor tinha? Uns dezoito?

com qual idade?
Quando quando eu fiz a minha casa? vinte e um, uhum, vinte e um anos. Eu casei com vinte e quatro. Quando eu casei com vinte e quatro anos, já tinha a minha casa pronta. Minha casa pronta.
Como que era essa casa?
Era de madeira. Naquele tempo não tinha tijolo, não tinha nada, né? Era de madeira, mas... É bem feito. Eu tenho fotografia dela aí.

É... Onde que o senhor conheceu a sua esposa?
Aqui mesmo. Ela é filha daqui mesmo. Família dela mora aqui. Ela... O tio dela foi prefeito duas vezes aqui.

Era tio e aí

Ela estudou vários anos lá. Quando ela se mudou para cá, que nós nos conhecemos, né? Como eu já estava decidido a arranjar uma companheira, Daí nós casamos em cinquenta e oito, em mil novecentos e cinquenta e oito.
Como foi o casamento?
Bem, eu tenho o dê vê dê aí, se você quiser ver.
Eu quero que você conte um pouquinho também.

Conta um pouquinho, só para gente saber.
Depois a gente vê. O o casamento de... Nosso casamento foi bem. Eu casei Eu já casei três vezes. Já casei três vezes. <laughs> Só com uma mulher. O primeiro casamento foi católico. O segundo foi civil e o terceiro foi católico de novo. Quando nós completamos cinquenta anos de casado, foi festejado aí no quintal da igreja. cinquenta anos de casado.
Aí o senhor foi casar e continuou sendo carpinteiro?
É... carpinteiro, é, mas eu eu... Como eu como eu acabo de dizer, eu não sou só carpinteiro. Eu entendo tudo quanto é profissão.
O senhor falou que começou a primeira profissão com construção naval? É, construção naval. Quando foi isso? Qual a idade que você tinha?
Eu estava com quinze anos. Conta um pouco dessa fase <laughs> Foi bom porque a construção naval É muito complicado para gente entender, né? A construção naval ela leva ferramenta que só Para trabalhar numa construção naval, assim, numa canoa, num casco, o pessoal tem que ter muita ferramenta. Só grampo para apertar as tábuas nas cavernas, para poder parafusar ou pregar qualquer coisa. Tem que ter pelo mínimo uns dez, grampos. Enxó tem que ter duas. Arco de pôa tem que ter pelo mínimo quatro. Cada arco com um tipo de grossura de E tudo isso é é cabuloso na Constituição Naval. Esquadro a gente não usa quase não, o esquadro. Enquanto na na Constituição Civil é só o que a gente usa, é esquadro. E na Constituição Naval não, é suta.
O que que é suta? Suta.
O que que é isso? É uma ferramenta. Eu tenho tudo aí na minha caixa <laughs> Suta, que gradua a posição que quer E o esquadro não, o esquadro só marca uma posição. E a suta não, a suta marca várias posições.
Conta então, mas conta um pouco dessa fase com quinze anos, quando o senhor começa a trabalhar na... <laughs> Peraí.
Rapaz, eu era um pouco, assim, festeiro, né? Eu sempre ia em festa, mas nunca me... deixei passar do limite, porque tudo tem que ter limite. Tudo exagerado faz mal. Até a comida que a gente exagera no estômago faz mal. A bebida faz muito mal. Olha, tem tem dois filhos meus aí, homens. Esses dois que estão aí. Eles bebiam, mas graças a Deus já melhoraram. Sempre eu cutucando, que eu tomo. Todo dia eu tomo uma cerveja antes do almoço. Só para dar aquele apetite, porque senão estraga uma banda de pato guisado.

Mas graças a Deus eles têm nível. Tudo tem que ser nivelado.
Mas aí o senhor ia contar que era muito festeiro, com quinze anos, e aí como é que entrou na construção naval? Em? O senhor estava contando que era muito festeiro, não com quinze anos, e que entrou na construção naval nessa idade.
Festeiro, que eu digo, eu gostava sempre de ir a uma festa, mas nunca exagerado, né? Olha, aqui na paróquia eu tive quarenta e dois anos de emprego, mas não falhei um dia fora de, do meu compromisso, duvido.

É tudo combinado aqui.
Como é que o senhor entrou na construção naval? Conta para gente

O nome dele. Chegou aqui, ele casou com uma prima minha,

Daí ele era carpinteiro, botou um tilheiro para fazer construção navarra aí no Porto. E ele me chamou, uhum, para trabalhar com ele. Eu trabalhei vários anos em construção naval Depois que eu passei para pedreiro, depois Aí quando eu entrei na paróquia, Era carpinteiro, marceneiro, ferreiro, o que precisava, porque tinha material. Porque o que depende do operário é tendo material e tendo máquinas para poder fazer o que pensa, né? Porque mesmo que a pessoa entenda de fazer uma uma obra, uma coisa, mas não tendo o material, não tendo o maquinário, não faz nada. Não faz nada.

Então, é, como que o senhor entrou na paróquia? Conta como é que foi. Como foi? É.

Foi convite. Olha, quando eu estava com dezoito anos, eu fui convidado para ir trabalhar no Lago Grande, na casa de um engenheiro também.

E ele me chamou para trabalhar

Casa de fazenda, sabe como é? Tinha gado, tinha ali que era fartura de tudo.

Quando eu vim de lá que eu entrei para igreja. Já voltado por outras pessoas, porque outras pessoas, quando a gente se esforça, principalmente em acabamento, principalmente em acabamento de obra, porque o que vai para apurar o mestre de obra é o acabamento. A gente tem que se esforçar no acabamento, seja de que for, para ficar uma coisa boa. E teve gente que viu o meu esforço, o meu trabalho, e apontaram para um padre aí.

Era alemão.
Ele te convidou? Como é que foi?
É, ele me convidou.

cinquenta e cin O que que ele falou para você, para convidar? Ele, ele Em primeiro lugar, ele perguntou se eu garantia fazer uma laje. Você sabe o que é laje de cimento, né? Sim. Disse, garanto sim. E preparei, porque dá o nome daquele assoalho que a gente faz para aguentar laje, dá o nome de. é o nome certo na estrutura. E ele perguntou, e isso e aquilo, e eu fui dizendo tudo, daí ele também entendia, ele era padre já meio velho, né? Ele disse, está certo, então em primeiro lugar você vai fazer essa Agora eu mostrei para aquela senhora aqui, que foi comigo lá, eu mostrei para ela a primeira obra que eu fiz aí na igreja. Foi essa laje. E até hoje, tem não sei quantos anos, ainda não caiu <laughs> E contei para ela desde quando eu trabalhei aqui. Quando eu entrei para lá, aquela parte da igreja, vocês já viram tudo, né? Aquela parte grande lá, não tinha. Só tinha daquela volta para trás, uhum. Dava-se o nome de Capela Mor Lá, naquela rota para trás que tinha. Para frente não tinha nada. Depois que eu entrei para lá, que foi feito, todo aquele mundo de, tudo, tudo passou pela minha administração, né? Hum. Porque a gente não pode trabalhar só numa obra grande dessa, que eu tinha quatro, cinco ajudantes, mas o responsável era eu. Tudo que era preciso, todas aquelas obras ali, eu passei para... Tem as Casas Samaritanas enormes daqui. Eu tenho toda a fotografia aí dele, quando comecei a trabalhar
E com quais quais madeiras trabalhavam?
A madeira própria para essas obras era Itaúba. Itaúba. Agora tem outra boa também, é Massaranduba.
Por que que elas são boas para isso?
Pela durabilidade, né? A Itaúba, ela tem muita utilidade porque pode botar na terra, pode botar na água, pode botar no sol Onde botar, ela tem durabilidade. E tem outras madeiras que não tem essa durabilidade da Itaúba. A maçarandua, na água, nunca extrai. É para filhos e netos. Massaranduba, uhum.
Então conta um pouquinho, você fez a laje e depois o que você foi fazendo lá?
Eu fiquei fazendo outras obras pequenas, né, até começar a parte da igreja. Mas quando começou a parte da igreja, trocou o padre. De quatro em quatro, naquele tempo, de quatro em quatro anos trocavam o padre, uhum. Trocavam o padre.

Mas tinha tanto, foi trocado o Frei. Agora, por último, que...

Foi o padre que mais trabalhou aí. Essas obras enormes aí, foi tudo administração dele.

Nove anos ele levou como vigário aí. Porque o vigário, numa paróquia, é o prefeito da paróquia. Ele que manda tudo.
Então conta um pouco das coisas que você fez na igreja. Eu sei que o senhor mostrou para ela, mas queria que você contasse aqui para gente Que coisa que você fez na igreja?
O que eu fiz foi a laje da da do corpo da igreja. A laje, o azime, tudo fui eu que trabalhei lá com outros ajudantes, né? Agora, essa obra aqui do quintal, Casa Samaritana, fui eu que fiz também. Tudo tem laje. Tem laje assim e tem laje... de cobertura. Tudo fui eu que fiz lá. Centro Catequético, que tem lá, foi eu que fiz. E Escola Paroquial, é lá adiante. Foi uma das primeiras obras que eu trabalhei lá, grande, Escola Paroquial. Eu tenho até foto aí, de lá, da Escola Paroquial. Em cinquenta e seis, eu entrei

Comecei a fazer a escola paroquial.
E qual desses trabalhos que o senhor fez que deu mais... Mais trabalho?

A complicação de responsabilidade que que eu tinha era para fazer uma cobertura com aqui do Salão Paroquial. Vocês já entraram lá? Ainda não. Tudo aquilo foi minha obra lá. Mas a maior coisa que que eu tinha, assim, uma impressão de não prest Era a cobertura, porque fazer aquelas emendas de... Só o salão paroquial tem dezesseis metros e meio de largura, uhum. Todo o era emendado, com boca de lobo chapeado no meio, porque não tinha peça que desse toda a largura para fazer inteira. E tudo... Eu emendei. hoje Eu tenho não sei nem quantos anos, ainda não caiu. Tudo madeira boa, Itaúba, com boca de lobo, chapeado. Está mais que seguro.
E o senhor trabalhava... Com o que o senhor gostava mais trabalhar? Com madeira, como pedreiro, com o quê? Com ferro?
O mais o mais que eu trabalhava era com madeira, né? construção de, construção civil, que é de de pedreiro, uhum. Eu trabalhava, mas assim, pouco. Mas eu não não assumia a responsabilidade de prédio mesmo, hum. Tinha pedreiro profissional que trabalhava. Agora, sobre orientação, era só eu que era o responsável. o título lá de mestre de obra, né? Uhum. Mestre de obra. Tudo quanto fosse obra, eu tinha que estar olhando e vendo se estava certo ou não e Tudo isso o padre Paulo se admirava de mim.

o senhor ia ficar muito rico <laughs> Ele me disse isso. E disse, ah, padre, me desculpe, eu não tenho essa inveja de ter tanta riqueza neste mundo, mais do que meu irmão Por quê? A gente morre e não leva nada deste mundo. O que a gente leva daqui é a boa conduta de vida humana. Isso que é a nossa herança, para gente levar desta terra para outra. Ele disse, poxa, até isso o senhor aprendeu. Pois é. A gente tem que saber o que a gente vai falar. Pensar, né. Tem muitos que falam tanta coisa que não pensam quem é o dono do mundo, hum. Como eu já vi na televisão, certo desafio. Não faz nem uma semana eu vi o desafio lá no Irã. um aparelho de bombas nucleares para destruir o mundo. Não sei se vocês viram na televisão. Falou. Eu disse, me admiro dessa gente, nem pensam quem é o dono do mundo. Para <laughs> ele não... Olha esses terremotos que acontecem por aí, né? É falta de obediência. Falta de obediência. Olha, sexta-feira santa caiu um avião daqueles que faz aquela coisa de fumaça no ar, né? Não sei se vocês viram na televisão, né? Não viram? Caiu aqui no Brasil, em Florianópolis, parece. Sei que caiu um avião desse, sexta-feira santa. Matou quase três ou quatro que iam dentro do avião. Caiu o avião e explodiu aqui. E eu vi a reportagem falar que iam investigar para ver o que foi que aconteceu para o avião cair. Eu disse, eles nem pensam nada. Eles nem sabem o que foi o defeito do avião cair. Falta de pensamento. Falta de obediência. Falta de obediência. Sexta-feira a Santa era para está Todo reservado para fazer outra coisa no outro dia, não sexta-feira santa. Por isso que caiu o avião, por falta de obediência. Eu disse para várias pessoas, pode pensar. Porque tem gente que não pensa. Quem é o dono do mundo?

Eu queria que você contasse um pouco, é... O senhor fez muita coisa para para as festas também, né? reli Eu fiz.
Conta um pouco para a gente Naquele tempo não tinha nem esses motores pequenos que dão energia, não tinham. Eu fazia andor. Fazia andor e fazia as ligações de luz Emendava lâmpadas de lanterna. Fazia uma série de dez. emendado para ligar na bateria, para não queimar. Para iluminando. Ficava uma beleza. Dava um bocado de trabalho, mas eu fazia. Eu fazia.
O que mais o senhor fazia para festa?
Fazia a... ornamentação de enfeite na na praça, né? Dentro da igreja eu deixava para para outras pessoas. Mas na praça sempre eu fazia. Subia na torre para fazer enfeite na torre. Colocar a bandeira lá no último ponto da torre. Cansei de subir lá para colocar aquelas bandeiras. Enfeite, sabe o que é enfeite? De casa, de de festa, né? Uhum. Antes você. Você admirava de fazer certas coisas. Mas o que o que resolve na vida da gente é a fé que a gente tem. Pedia auxílio de de de Jesus, tudo dá certo.
Mas quais quais eram essas festas?
A festa da padroeira, que é Nossa Senhora da Saúde, hum Agora, naquele tempo, era fevereiro. Naquele tempo era fevereiro. Naqueles tempos. Depois mudaram, uhum. Agora é em junho. Fim de junho.
E como é que ela é? Pode descrever para gente? Porque eu não conheço.
Aqui, a festa é... O sírio... Naquele tempo era tudo terrestre. Mas, num certo tempo, mudou para marítimo, fluvial, né? Eu tenho foto aí de barco. Tem um lugar aqui por nome Piranha, sempre saia de lá. Os barcos. Muitos barcos acompanhando o sírio.
Como que era? Tu saiu de lá, iam rezando?
Rezando, sim, com Tinha banda de música tocando os dobrados e Reza, foguete, Aquelas brincadeiras. boa de coisa, barquinhos com lâmpada, com velas acesas, tudo isso tinha ali.
O senhor lembra de de alguma assim especial que marcou o senhor?
Não, eu não me lembro tanto não, porque todas as festas eu participava na parte da ornamentação do andor, né. Era sempre eu <laughs> que ia para fazer as ornamentações de luz. Toma conta do andor. Sempre eu ia.

cidadão que o apelido dele era Carlão. Que era muito religioso. Todo ano ele vinha trazer o barco enorme. para fazer o transporte do andor. E o senhor ia acompanhando também, ou só fazia... Eu ia acompanhando, ia lá e voltava. Porque qualquer problema que acontecesse no andor, eu era o responsável. Muitas vezes falha a luz, muitas vezes... Até para ariar. Até para arriar o andor de cima da torre da embarcação, precisa cuidado. Se não tiver uma pessoa habilitada para cuidar, é arriscado cair, olha lá, hum. Tudo isso é cuidado, é cuidado para orientar.
Que tipo de embarcação que é?
Era a motor. Precisa de um motor grande.

É. Um barco grande? É.

Nem tanto, não é tão grande não. É um um casco mais ou menos de uns quinze metros, vinte metros. Não é tão grande não.
E quanto tempo demorava essa festa?
Era mais ou menos uma hora.

Sempre vem devagar. Aí dava para chegar. Saía de lá às seis horas. Chegava aqui na hora da... Da novena <laughs> aí o pessoal
Ah, era de noite sempre? Era sempre
sempre saía de noite. Sempre saía de noite. Para dar... Para dar uma visão na luz, tem que ser de noite. Para para dar uma visão na luz... Os enfeites, né? Uhum.
O efeito, né?

do seu dia-a-dia com os padres, como que era esse... Ah, sobre a... a convivência, né? Isso. Convivência com os padres, foi muito boa Quando era só os... eu convivi quarenta e dois anos só com padres alemães. Só com padres, mas me tratavam muito bem... Porque o que faz o empregado É a bondade, não não mencionar horário, não mencionar trabalho.

Tem que saber acolher o patrão, e o patrão acolher a gente. Porque tem certos que arrumam um trabalho e mencionam horário, mencionam o tipo de trabalho e o bom trabalhador. Não faz isso, não. Eu nunca fiz. Eu até carregava cimento. Porque naquele tempo não tinha carro, não tinha nada aí. O barco chegava, deixava cimento lá no porto e a gente ia buscar no ombro. Eu era novo. Carregava cimento. Cinquenta e Igual com os outros. Mas o responsável era eu. Tudo isso agrada o patrão. Agora tem uns que, por ser chefe do trabalho, não quer fazer mais nada fora da do compromisso deles. Eu não, não tinha, nunca tive essa... Por isso que eu durei muito tempo aí. Eles gostavam de mim por isso, que eu enfrentava trabalho. O que viesse, o horário que viesse, eu nunca falhei no meu horário de trabalho, Tem que assumir. Assumir a responsabilidade.

Em

Setenta e um, setenta e um. O senhor lembra como é que foi o processo? Foi, foi Demorou muito?
Não, eu levei levei dois anos. Dois anos, porque eu não podia trabalhar afetivo aqui. Eu com mais dois ajudantes, né? Porque eu tinha compromisso lá. Mas eu fazia hora extra de segunda a sexta-feira. Sábado eu já estava livre. Eu fazia hora extra para ficar um sábado livre e eu vinha trabalhar aqui com meus ajudantes.
E aí depois o senhor teve quantos filhos? Quando, o senhor teve filhos nessa casa já, ou já tinha filhos já antes?
Não, eu não tive nenhum, a minha mulher que teve uma dúzia. Eu não tive nenhum, a minha mulher que teve doze <laughs> (barulho de moto) Sabe quantas crianças nós já criamos aqui? Hum

Só filho uma dúzia, depois mais seis netos, depois mais duas bisnetas, que a gente era vinte. Graças a Deus, tudo vivo ainda.

Trabalho, sim. Faço aqui de espingarda. Conserto espingarda, revólver, rifle, o que que eu preciso eu conserto aí.

Qual é o seu sonho hoje?
Ah, o meu sonho hoje é... viver mais uns anos com saúde, né? Porque a saúde, para nós, é a nossa riqueza aqui. A saúde, em primeiro lugar, depois de Deus, é a saúde. estando com saúde, quatro e meia da manhã, eu estou aqui fora. Tomo banho, faço café, deixo tudo pronto aí. Quando a mulher levanta, já está tudo... Vou comprar alguma coisa por aí que precisa

Perguntar o que o senhor achou de falar um pouco com a gente aqui.

O que que o senhor achou de contar um pouco história? Quem?

O que que o senhor achou de falar com a gente?
Ah, rapaz, para mim eu achei uma... uma entrevista muito boa, assim, para o nosso futuro. Para meu futuro, por exemplo, porque eu já estou com setenta e sete anos, praticamente, e para mim é uma relíquia que fica o meu nome. por aí espalhado, não sei como vai ser, mas de qualquer maneira a gente fica satisfeito, né?

Graças a Deus, eu sou muito conhecido aqui.

Tem gente que diz, mas onde tu conseguiu esse nome? Eu consegui na França. O capital da França é Paris.

Está bom.
Muitos anos <laughs>
<laughs> está bom

Eu agradeço muito. Agora... Se vocês aceitam umas frutas, eu vou já buscar.
Não, a gente vai... Na verdade, você vai fazer alguma foto?